Vamos. Eu queria que a senhora me dissesse de novo o seu nome inteiro, o dono e o e o data e local do seu

É uma localidade que fica num braço do rio Amazonas. que é cortado pela Ilha Ilha Grande. Então, o braço, que que onde eu nasci, ele vai rumo à Lenker. e o outro braço do rio vai para Santarém. Então, eu nasci bem aí nesse nesse intermediário do desse braço do Rio Amazonas, no Paraná do Espírito Santo.

Eles são eh descendentes de portugueses. Meus bisavós, talvez, vieram mesmo diretamente de de Portugal. E Erradicados aqui. E aí, lá nesse lugar lugarzinho muito, como que era esse lugar? gracioso, ele é também região, como se diz, região de várzea, onde o rio sobe com as suas águas durante seis meses e tem a descida vazante do rio durante se seis meses. Então, era uma uma localidade, onde naquela época era-se uma região economicamente eh bem sucedida. Tinha os criadores criadores de criação eh de criação de gado. Eh Também eles faziam plantios, mas esses plantios que duram seis meses. São Nessa época da da da enchente, da vazante. Então, minha mãe, ela tinha muito amor pela natureza, por plantio, ela fazia hortas. E E era uma... eh o aprendizado, praticamente, eu fiz com ela. Esse amor pela natureza. Meu pai, também. O que que seu pai fazia? Meu pai, ele era criador de gado. E um pouco comerciante, ele comercializava as coisas que o pessoal trabalhava. Ele comprava milho, comprava o o feijão quando tinha, não é? a macaxeira, tudo isso ele comerciava. Mas o o a o o o gosto dele mais era pela pela criação de gado. Era isso que ele fazia.
Ele comerciava essas coisas com quem?
na redondeza, na redondeza ou em óbidos. Fazia esses... E o gado vendia a carne? Ele vendia. A Ele vendia, mas para os os compradores.
Quem eram os
Os compradores eram hum, como eles chamavam os marchantes naquela naquela época, que vinham, contratavam o gado, vinham com as embarcações e levavam O gado, ele vendia o gado em pé, como chamava. Não não se se fazia o corte da da carne. O gado em pé ele ia para Belém? Não, às vezes o mais era para para Óbidos mesmo, para abastecer o mer mercado de Óbidos e às vezes para Manaus. Era Para Manaus era o mais era o mais a aconselhável pela distância e também pelas Pelo tipo de comércio, o que é mais próximo é Manaus de Óbidos do que Mana Óbidos de Belém. O comércio sempre foi por rio, por água? Quase todo. Por água, é, sempre. Ah A senhora teve quantos irmãos? Tinha cinco irmãos e uma e uma irmã que morreu com um ano e três meses. Ela faleceu de com um ano e três meses. E cinco A senhora é mais velha? Não, eu sou a terceira dos dos sete. Eu sou a terceira. E é como é que que a senhora lem... O que que a senhora lembra da sua casa? Ah Ah, é uma uma casa linda. Eu Eu me lembro da da casa... Porque o meu pai dizia que ãh logo que ele se casou, ele fez um uma barraca. Era uma barraca de palha que eles tinham. Mas depois, ele fez uma casa muito bonita, de madeira. E era uma casa que não tinha... Ela era toda encaixada com pinos, não tinha prego. Você poderia desmanchar esta esta casa sem sem prejudicar e transportar para outro lugar. Então foi nessa casa que eu morei e tenho muita saudade desta casa. Vocês Ela tinha quantos quartos, assim, a casa? Olha, ela eh tinha uma escada, uma varanda na frente. Ela era longe do chão por causa. enchente. Era longe do chão por causa da enchente. Então, tinha uma uma escada, a varanda na frente, depois um corredor no meio, tinha uma sala embaixo, a outra do outro lado, e mais um quarto que eles chamavam alcova, que era mais para guardar as coisas, hum, e novamente uma outra varanda, Atrás. Aí Depois vinha uma uma... como ele chama? Uma puxada. E aqui tinha a cozinha, o com fogão e tudo, né? Atrás? Atrás e. E o o banheiro, o banheiro sempre era fora naquela época. E Não tinha banheiro dentro. E os quartos? Tinha quarto? Tinha o quarto do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e o e o meu. Quer dizer, Então, tinham três quartos? Eram um, dois... Um, dois, três, eram quatro quartos. Eram quatro quartos. Dois de um lado, dois do outro e a varanda. A varanda,é E o que que vocês costumavam fazer, assim? Ah Ah, a gente brincava muito. Eh Eu sempre brinquei de professora. Toda vez eu sempre brincava de professora, então a gente reunia a a criançada né e ficava, me lembro bem também que a gente enfiava, sabe, tem uma uma florzinha que ela ela tem um um buraquinho assim, então a gente enfei enfiava aquilo, fazia as guirlandas. E e também a gente eh... Olha, eu era muito... Porque eu só vivia no meio hum... Primeiro dos dos dois primeiros. Que foram nós três os três primeiros que pegaram mais esta vida de de interior eh.

E eu sou a terceira.

– E o quarto e o quinto, como

Então, cada um de nós tem, assim, uma peculiaridade no seu nome. Ah, é? É. Porque o nome dos homens era meu pai quem escolhia. Hum E o o nome das mulheres seria minha mãe.

Colocou em homenagem ao Sol, que ele lia muito, meu pai. Ele teve pouca pouca escolaridade, mas era um homem, assim, que gostava muito da leitura. Ele lia muito. Então... Eh, depois veio o segundo, ele disse.

Era em homenagem a um... Acho que um militar amigo dele.

E o meu, a minha mãe já tinha escolhido. Ela disse que escolheu o meu nome desde quando era noiva.

Que a princípio era só eu mesmo que tinha esse nome aqui. <laughs> Depois já tem outras agora, eu tenho várias xarás.
Mas é raro, né? É
raro. É

Ela era portuguesa também? Não, ela era... Devia ser neta.
Devia ser neta de portugueses né. E E... Então, essa essa vida, essa convivência no interior, eu acho que nos fez muito bem. Para nós três. Voltando às brincadeiras, vocês brincavam de escola... De escola. Nós brincávamos de casinhas. Fazíamos sempre casinhas por aqui, por ali. De palha. ou com com com coisas, com com madeira, palha. A gente brincava muito disso. E E nós gostávamos de subir, porque meu pai tinha um depósito, uma casa assim, meia grande, onde ele depositava castanha, porque ele comprava também a castanha. Então fazia aquelas montanhas de castanha.

Descer e escorregar. Era o nosso escorrega né. E vocês tomavam banho no rio também? Sim. Tomávamos, mas eu não. Ah Meu pai não me deixou nunca, tanto que eu não aprendi a nadar.

De tarde, ele ia para para lá para... Nós íamos lá para a beirada do rio. Aí eu ficava sentada com meu pai, num toco, de de me lembro bem, um toco assim, grande, aí ele ficava e eu doida para ir fazer perna com os dois. E ele não deixava? Mas ele, Não, ele não me deixava. Por que? Ele tinha medo, porque era era fundo lá no Rio Amazonas, você não enxerga a cor. Você não enxerga o fundo do rio e. E ele nunca me deixou. Agora, os dois, sim. Os dois pintavam e bordavam por lá, mas a mim, ele nunca deixou. pular no no no rio. E, uma vez, eu ia ia morrendo afogada. Eu não me lembro muito bem, porque eu acho que eu tinha... devia ter quase uns próximos dois anos. Dia de domingo, que aquela região lá era plantio de cacau. Então, dia de domingo, nós íamos para casa dos dos amigos. E esse cacauau era como varrido, sabe? De fazer aquele caminho varrido. bem... aquele sombreado. E fomos para lá.

Vamos pular daqui para ali. E eu, bestinha, caí, fui. E ele não, ele não pulou, porque ele já era mais entendido, né? E tinha um senhor lá na hora que ele caiu, na mesma hora que foi me buscar. Lá no fundo. E eu não me lembro disso, a minha mãe já que me contava. E ela me mostrava, olha, foi este senhor que te te salvou. Então, eu nunca... Com a água, eu já aprendi mais ou menos a a nadar com o meu tio em Fortaleza. Ele me ensinou a me colocar na água, flutuar, E me ensinou as primeiras primeiras aulas de de natação, mas eu nunca mais. Quer dizer, eu não tenho muita resistência na natação. Agora, voltando à sua casa, o seu pai lia muito? Meu pai lia muito. O que que ele lia, assim? Olha, ele tinha... Aquele Almanac do Pensamento era um livro que ele não deixava de ter. Ele comprava aquele livro, se guiava muito por aquele almanac. e outros livros, jornais, na época, que era também muito difícil né, mas ele lia bastante. E o que vinha, assim ele, ele lia. E ele fazia anotações que você fica admirado de ver. Eu tenho até hoje os livros onde ele fazia as anotações de da das compras que ele fazia, do da da da criação do gado, o que ele vendia, com quem ele Ele tinha tinha, eh como se diz, sociedade de gado. Olha tudo, uma perfeição. Parece que é de um de um contabilista formado. Ele tinha essa, e essa preocupação muito grande que ele tinha, e a minha mãe também, com o o estudo.
Ele tinha essa preocupação? Ele tinha essa preocupação, tanto que ele contratou uma professora

Eu tenho assim uma vaga ideia, lembrança dele, um senhor alto, eu era garotinha ainda, e esse senhor apareceu lá, e ele era era era falava português. Então, meu pai o o, ele morava na nossa casa, morava na casa de um, enquanto ele estava lá, ele nos ensinava. ensinava já meus irmãos, que estavam mais mais crescidos. Mas tinha uma escola ou ele em casa? Não, não, em casa mesmo. Depois teve uma escola da professora... Oh, meu Deus, me me falha o nome agora. E o meu irmão, os dois irmãos iam para a escola, mas eu ainda era pequena, não ia né. Então, eu ficava brincando por lá. Depois, quando o meu irmão, quando essa professora não deu mais aula lá, Meu pai disse, é o jeito, ir para a para a cidade. Está bom, espera lá, tá? Que eu já vou. Ai, meu Deus. <laughs> Ele estava dizendo do eh da da... Quando chegou a idade de... É, quando chegou a i a idade, aí ele ele disse, bem, agora tem que ir para a para a cidade.

Óbidos. Então, o que ele fez? Ele ficou, Lá no no no Paraná, como a gente chamava, Paraná. Deixa eu fazer uma pergunta, o Paraná é como isso aqui que a gente está vendo? O Paraná é é essa essa esse braço que fica tem, por exemplo, tem uma ilha aqui e divide o rio principal em dois né. Então, esse essa divisão aqui, essa divisória, é o Paraná. Então. Eu entendi, mas assim o tipo da comunidade e tal, é assim, é casas assim? É mais ou menos assim. Mais ou assim. É, é mais ou menos assim né. Tá É como se do outro lado também tivesse outra ali, aí como se fosse o braço do rio. Né. Então era mais ou menos esse tipo de distribuição. É. Distribuição. Mas assim, o o os lugares eram... Se você eh, no museu, você foi lá no Museu Integrado em Óbidos?
Não, eu fui eu vi ele de fora, ele estava fechado. Pois é. Lá tem um um um mapa do professor Paul Paul Dequan.
Ele era um francês. Ele estava ele veio em Óbidos, ficou uma uma temporada lá, e ele fez um mapa. E essa região todinha deste deste Paraná, ele fez minuciosamente, com todos os moradores. Ah, que bacana. Muito É muito bonito o mapa, muito perfeito. Então, era uma região muito muito muito habitada, essa região do do Paraná. Ah, era uma região assim de referência aqui no no município de Óbidos. Depois, com a continuidade, foi... não sei o que o que realmente aconteceu né. Quer dizer, o Cacau cedeu o lugar à Juta. cortaram os cacauás para plantar a juta. Então, isso tudo foi criando um uma nova feição da do lugar. Então, meu pai disse bem, agora os dois já estão já sabem um pouco a ler, é preciso ir para a cidade. Então, minha mãe ficou na cidade, ele comprou uma casa em Óbidos, minha mãe ficava na cidade e ele vinha todo fim de semana. Ele ficava lá gerindo os negócios. E vocês foram morar. E nós fomos morar. Desde isso, eu comecei eu não entendia muito bem a coisa, mas eu senti essa essa mudança.
Quantos anos você tinha? Do interior
Eu devia ter uns seis para sete anos.

o outro já estava com oito, é, eu devia ter uns seis para, porque eu tenho diferença de dois anos de um para o outro. Então, a minha mãe tinha que ficar na cidade, e como ela gostava muito de de plantar, ela fazia horta. E os meus irmãos vendiam a verdura, saíam com o tabuleiro na cabeça e vendiam a a a a coisa a produção na na própria na própria cidade. Mas vocês eram ricos, pobres? Eram Não, nós éramos, como se diz naquele tempo, arremediados. Não éramos nem pobres, pobres nem éramos... ricos, mas era uma situação regular né. A gente não tinha as necessidades. E como todo mundo aqui, todo mundo é é pobre, mas tem alguma coisa né. Tem alguma coisa. E você morando no interior e sabendo gerir, você vive bem. E naquele tempo não tinha ainda a luz. Não tinha luz elétrica. Era tudo no Então, a luz de de lamparinas. Então, era uma uma situação, mas era nós vivíamos bem. Meu pai ele nunca comprava eh de um quilo de açúcar, dois de de arroz. Não, ele comprava saco. Saco de arroz, saco de de de feijão. A gente Não era não era coisa assim de você comprar. Quase todo mundo naquela Nós não tínhamos assim essa necessidade que muitas vezes se vê hoje. Naquela época, a gente vivia bem e Então, minha mãe ficou na cidade, aí eu fui estudar no no Colégio São José. Aí eu já freiras. Comecei Com as freiras, é. Comecei a estudar no Colégio São José e E e foi, eu acho que uma uma benção de Deus. porque a aquele colégio completou aquilo que eu tinha recebido na minha casa né. Aquela educação que a minha mãe dava, eu digo sempre hoje para os meninos, quando estão jogando papel, gente, eu jamais posso jogar um pedacinho de papel, porque a minha mãe me ensinou isso. Ela dizia, co comia alguma fruta, alguma coisa, olha minha filha, o restinho tu joga aqui, que vai servir para para a galinha. Então eu aprendi isso do berço, praticamente. Então, hoje é impossível pegar um papel e jogar no chão. Mas eu recebi isso. E depois, isso tudo, o complemento, eu recebi no Colégio São José, com as irmãs da Imaculada Conceição.
Eram as irmãs de que ordem? Era é
Irmãs da Imaculada Conceição, eram irmãs franciscanas, uma fundação que é daqui de Santarém. Quando Dom Amando foi o o o bispo de Santarém, ele trouxe da Alemanha uma professora, que ele queria incentivar a parte da educação. Então, ele trouxe essa professora e que depois ela se tornou uma religiosa. Ela fundou essa congregação, cuja missão é educação e saúde. Então, elas trabalham mais na educação e trabalham também nos hospitais, na saúde. Como é que era? O que que a senhora lembra assim da escola? Ah Ah, da escola eu tenho assim muitas lembranças. Eu me lembro o primeiro dia que eu entrei na escola. Isso, me conta como foi. Eh O colégio era perto de casa Nós tínhamos, nessa mesma casa que eu moro, que eu passo hoje, que moro, era uma casa mais antiga, bem antiga aquela casa, feita de com aquele... Lá se chama tabatinga, um tipo de um de um barro, que é que tem naquela passagem, quando você está perto de Óbidos, que tem aquelas aquelas ribanceiras, é feito é desse material, tabatinga, e enxertada com pedras. Tanto que a pedra que nós tiramos dessa casa, deu para construir essa nova casa, deu para construir a casa do meu irmão, e fora outro para outras pessoas que nós demos. Então, eu me lembro que nós chegamos nessa casa. Eh

E ela me levou, mostrou o colégio. Engraçado, as coisas como ficam na cabeça da gente. Eu me lembro que ela me mostrou um pé de cutite, cutitiribá. E a minha surpresa é que eu encontro um cutitiribá bem aqui. Quando eu cheguei, o pessoal me perguntou, que ár que árvore é essa? Eu achei parecida, é cutitiribá. Então, eu me lembro dessa dessa dessa primeira chegada daquela irmã assim com tanta tanta amabilidade, era uma freira alemã. e me mostrar todo o colégio, me mostrar o quintal, me mostrar o Périco, o Tite. Essa lembrança ficou muito marcante na minha vida, com a importância de acolher as pessoas né, do acolhimento das pessoas, sobretudo na escola.
Deu medo, assim? Não, eu não tive não tive medo.
Eu era meia, assim, meia arrojada. Nem sei como era. Então, aí eu estudei, estudei o primário.
As as professoras eram as próprias irmãs? Irmãs.
é, próprias irmãs. E as principais matérias, o que que elas elas ensinavam a ler, a escrever? Ler, escrever, o português, história, geografia. Eu disse, eu eu estava mostrando quando eu fui uma vez ao colégio, eu mostrei lá e disse, olha, nessa escola, nessa sala, que hoje em dia não tem mais essa sala, eles tiraram essa sala. Aqui nesta salinha, eu me lembro No terceiro ano, a freira nos ensinando sobre o rio Amazonas. Eu nunca mais me esqueci. Eu disse, eu nunca mais eu me esqueci que o o Amazonas nascia lá no Peru, que ele vinha descendo, que aqui em Óbidos era a parte mais estreita, chamada Garganta do Amazonas, e contou. Eu nunca mais me esqueci disso. Eu disse o o ensino era, assim, muito muito prático, sabe? A vivência da gente. E E e essas irmãs, eu acho que nós fomos privilegiadas. Não só eu, como as minhas... as dezessete que eram da nossa turma, aliás, dezesseis, nós nos achamos as criaturas mais privilegiadas. pela educação que nós tivemos recebidas no Colégio São José pelas irmãs da Imaculada Conceição. Era pago esse colégio? Era, nós pagávamos. Era era um um pagamento eh condizente com a situação naquela época, não é? Mas tinha os outros as outras meninas que não podiam pagar, que elas estudavam igualmente, mas você nunca soube quem pagava nem quem deixava de pagar. Nunca nós soubemos quem... Ah, fulano... Um dia desses, aqui uma uma menina me disse, mas professora, eu eu me lembro... Sabes que eu, eu não sa eu não me lembrava disso, porque uma uma das alunas, umas colegas que tinham mais posses, eu não tinha mais posses porque eu comecei a trabalhar também desde quinze anos. Ah, é? Com quinze anos, eu já já estava numa sala de aula. Eu estudava, E trabalhava também no no no colégio. E E essa menina me disse que que eu tinha contribuído para o estudo dela. Sabes que eu não me lembro? Porque uma dava e a gente não sabia quem é que recebia. Eu não sabia. Então, era uma uma convivência, assim, harmoniosa, fraterna. E no colégio as irmãs nos educaram para Tudo! Nós aprendíamos a cozinhar, nós aprendíamos a limpar uma casa, aprendíamos a a costurar. Nós tínhamos Dentro do curso, nós tínhamos o curso de enfermagem, de primeiros socorros, só que no dia da aula prática de aplicar a injeção, eu fugia fugi com uma outra colega, com medo? porque eu, com medo de aplicar a injeção. Então, mas nós aprendíamos tudo isso, aprendíamos boas maneiras a receber bem as pessoas, a você colocar uma uma mesa, que às vezes hoje é meio difícil, mas para quê? Mas assim mas elas nos ensinaram, até servir banquetes. É mesmo? Sim, até servir banquetes porque. Naquela naquela época, vinham veio uma vez o núncio apostólico, que visitou a nossa predazia, veio naquele tempo. Meu Deus, chegar uma autoridade era o máximo na cidade. Então, a Prefeitura, em geral, oferecia um banquete. E éramos nós, alunas do Colégio São José, que íamos servir esse banquete, com toda a etiqueta.

Ela nos ensinava. Canto, canto orfeônico, nós aprendemos com ela.
Canto orfeônico, eu vi a senhora, ela estava cantando. Hum, pois é Ela estudou canto?
Não, es estudei e. Começamos, o o início, a iniciação musical foi com ela.
Com essa freira. Vocês aprendiam a ler eh eh? A ler música.
Toda a partitura, tudo a gente cantava pela partitura. Então, foi ela quem nos deu, assim, esse incentivo. E o que ela tinha, ela era uma uma pessoa, assim, polivalente, sabe? Ela Tudo ela sabia fazer. Ela ensinava canto, ela sabia cozinhar, ela sabia pintar, ela sabia bordar. E isso tudo ela ia passando para a gente, esse incentivo. Isso foi durante a primária? Durante... Já, não, já aí já é foi no no ensino... No começou no primário. Mas o forte mesmo foi quando nós começamos a estudar o normal regional. Normal regional era no próprio Escola São José? No próprio Escola São E era exatamente o quê? Era... porque ah ah quando terminou o quinto ano, a gente fazia o exame ah o exame de admissão, para poder ir para o que eles chamavam naquele tempo o ginásio. Só que não tinha o ginásio em Óbidos. Então, como havia necessidade de formação de professoras, na o a Secretaria de Educação adaptou um curso, que lá em lá em em Belém era o curso normal mesmo né, que chamavam Instituto de Educação do Pará. Formava professoras mesmo. Como era difícil trazer toda a estrutura para para funcionar, eles adaptaram esse normal, esse curso que depois chamaram pedagógico, eles adaptaram para o interior, para formar regentes de ensino primário, para o para dar o eh, lecionar o curso primário. saber ler e escrever. E eh isso era com que idade que era? Só mulheres? Era só mulheres, nessa época era só mulheres no no no Educandário São José. E era com com que idade que se formava do Normal Nós nos formamos a primeira turma, porque nós tivemos essa felicidade, porque nós passamos logo do primário para o curso Normal Regional. Não houve interrupção. Nós logo passamos dessa... do primário para o curso Normal. Uhum. Então, quando nós nos formamos, foram quatro anos de estudo. As mais novas, nós estávamos com dezessete anos. Então, mas a senhora já trabalhava então antes? Eu já trabalhei antes. Quer dizer, quando eu estava já no no quinto ano, no quinto ano primário, eu já ajudava uma freira que lecionava o no jardim, no jardim de infância. E depois já na primeira série. Então, com quinze anos, eu estava nesta nesta sala de aula, quando eu completei quinze anos. Eu já estava, e logo depois as irmãs me contrataram para trabalhar lá no no próprio colégio. Então, eu comecei a minha vida de professora, de de só que nós não ficamos só para lecionar o primário. Aconteceu que faltavam professoras já para o normal,

Para onde que se fazia isso?
Em Belém, que dava a licenciatura para poder lecionar já o normal regional.
Com quantos anos isso? Eu estava com... me formei,
devia estar com uns dezoito para dezenove anos para poder lecionar no no no no normal regional. Então, ela foi colocando cada um assim. Eu fiquei na matemática, que eu gostava mais da matemática. Outra fo foi para o português, outra para geografia, outra para ciências, outra para história. E assim nós formamos uma equipe e garantimos depois o ensino no no São José, para não não haver interrupção. Porque não não tinha... Freiras já quase não vinham mais para para poder... Houve, assim, uma uma decadência na formação, eu acho, das freiras. Então, nós substituímos essas freiras. E a senhora sempre quis ser professora mesmo? Eu sempre quis. Tanto que, quando como eu disse, quando eu me formei e que eu me lembrava do interior, eu digo, mas por que eu sou privilegiada? Porque, na verdade, do Paraná de baixo, os únicos pais que se interessaram de fazer essa força para os filhos estudarem foi o meu pai e minha mãe. Então, eu me achava, assim, privilegiada. Depois, mais um outro, já pelo, acho que pelo exemplo do pai, do meu pai, Já mandou também a filha para o para o colégio. E tinha, nessa nessa ocasião, um internato lá. Tinha alunas internas. Eu nunca fui interna. Eu adorava passar interna, porque eu era a papa do colégio. Eu fugia de casa, contava mentiras para a minha mãe e fugia para o colégio, porque eu gostava de estar lá.
Gostava de ficar dentro do
Dentro do colégio fazendo alguma coisa e mesmo quase sempre eu fiquei, porque primeiro como aluna e depois como professora. Pois é, e depois que terminou o Normal Regional eu fiquei dez anos trabalhando lá no no no, em Óbidos, em Óbidos, no Colégio São José. E depois o prefeito me arranjou um uma vaga no Colégio do Estado. Mas logo no outro ano, a a politicagem entrou e me me jogaram de lá do ensino público.
de que época? Ãh
Politicagem?
A senhora se formou então em cinquenta e seis, mais ou menos?
Não, eu me formei em e três, cinquenta e três eu
eu tinha dezessete anos. Tá, tá, aí a senhora começou a dar aula em... Já estava dando aula.
Já com quinze anos, eu já estava dando. Já estava dando aula, com quinze anos, nessa turma de de de primário. E nessa época E Óbidos, era uma cidade como, muito? Olha Era uma uma cidade pequena, mas assim um ambiente familiar muito grande, sabe. As famílias muito muito unidas. O colégio e as famílias era como uma família só. Os pais davam assim um apoio integral ao colégio. Tanto que tan o lá o o colégio também foi construído nessa base. A gente fazia quermesses e fazíamos teatro. Aprendemos a a a fazer peças de de de teatro muito bonitas.

Então, assim, a gente... Através dessas coisas práticas, de um grêmio que tinha também no colégio, nós tínhamos um desenvolvimento assim fora do comum, fora do normal. na na coisa, porque nossa, ela aproveitava assim todo todo momento que tinha, as festas, para para você desenvolver alguma atividade. Então, o colégio, eu digo, ele não não só cui cuidava da informação, mas da formação integral dos dos alunos. E todos os que naquela época estudaram dizem a mesma coisa. Fora o colégio, qual era o seu a sua maior diversão em Óbidos, nesse momento? Ah, nessa Nessa época, a gente gostava muito de passear. Passeávamos, passeávamos. Nas férias, a gente saía. Tinha um grupinho que a gente ora ia para para Fortaleza, para Belém. Ah, é? Viajava para para fora. A gente viajava para fora. Sem os pais? Sem os pais. Porque a gente já era Eu já estava como professora. Mas lá no lá em Óbidos, uma coisa que... Nessa época que nós éramos jovenzinhas, o que a gente gostava de ir era para o para o futebol. De tarde tinha um um estádio lá, aos domingos, então a gente ia com aquele grupinho e tinha aquelas pipoca que eles faziam, uma pipoca de goma. Eles vendiam nos sacos. A gente comprava aqueles sacos e ficava brincando lá de de comer pipoca e assistia o E passeávamos, passeávamos aqui mesmo na região, a gente saía assim para o Curuçambá, como dizia, para engenho que eram os lugares assim mais próximos para tomar banho. Era essa um pouco a nossa nossa diversão. E, sobretudo, as festas que a gente criava, né? Festas juninas. A gente brincava muito de. Para outra dança, eu não não não me sentia chamada muito. Para a dança que normalmente tinha, né eu gostava mais dessas festas assim de que a gente mesmo criava. A família, afinal de todos em óbidos, é uma uma figura assim que a gente venera, que ele era um santo mesmo. Então, ele me ele me convidou, se eu não gostaria de trabalhar na predazia, ajudando na equipe de formação, hum, dos dos líderes das comunidades. Então, para me preparar, Ele me mandou fazer um curso no Instituto Catequístico Latino-Americano, no Chile. Isso foi em mil novecentos e sessenta e quatro, exatamente na época do golpe. Na época do golpe, eu estava viajando do Recife para Santiago, em final de março, trinta e um, que foi o golpe, e eu estava, eu saí de Óbidos mais ou menos nessa nesse dia, e eu viajei, acho que foi quatro de abril, eu viajei para Santiago. Lá no Recife, onde eu fui pegar o avião, é que eu vim tomar conhecimento do que estava acontecendo. e mais ainda e mais ainda no em Santiago, lá no Instituto Catequístico Latino-Americano, que eu vim tomar conhecimento desse movimento político que estava acontecendo no sul do país, que para cá, para o norte, você não sabia de nada. Não sabia que tinha tido golpe? Não, sabíamos o que tinha havido alguma coisa, que o presidente tinha sido... sido deposto, que assumiu fulano, que assumiu aquele... Mas, na profundidade, a profundidade desse desse ato, você não não tinha assim essa consciência. Nem em Recife? Em Recife, sim. Em Recife eu fui conhecer mais o que estava acontecendo. E aí as conversas eram tantas, sabe? O que se falava nessa época é que as coisas que a aconteceram nesse momento... Em Recife, o que eles falavam eh... Porque eu fui morar também no colégio das irmãs, dessas mesmas irmãs de Óbidos. Elas tinham o colégio Veracruz. Então o que elas diziam é o seguinte, que o pessoal estava com aquele aquele bicho de sete cabeças que eles faziam do comunismo e que os comunistas estavam querendo entrar no país e as conversas que estavam é que os padres iam vestir macacão listrado e iam trabalhar nas ruas. Alguns seriam cerrados pela barriga. Você vê coisas assim. Que os comunistas iam fazer isso? É que os comunistas iam fazer isso. freiras acreditavam nisso? As freiras... Não, elas contavam como... O que o povo estava falando a respeito do comunismo. E que por isso foi dado o golpe, né? E por isso foi dado o golpe para para que o comunismo não entrasse aqui. E qual foi a po qual era a posição das freiras, dessas freiras? Elas estavam assim, neutras. Elas não estavam nem nem a favor, nem nem contra o o movimento do do golpe. E os padres? Bem, os padres eu não tive assim muito muito contato, muita conversa. E lá no Chile? Como é que Bem, no Chile, quando eu cheguei, O que mais ressaltou lá foi aquela campanha que eles fizeram, uma campanha do ouro. Fizeram uma campanha de joias.

em sessenta e quatro, é já foi de depois de foi anos sessenta e Mas eu sei que era esta a ideia. O que mais salientou lá foi essa generosidade do povo brasileiro em se desprender dos seus bens para pagar o quê, Não sei se era a dívida. Isso já no no Chile. né já no Chile. A as As ideias e que... que havia tido esse... Só que eles não chamavam o golpe, chamavam a revolução né. Uma revolução que era em benefício do povo. A ideia lá de que a coisa tinha sido em benefício do do povo e contra o comunismo. Lá no Chile Lá no Chile também. né, Aí a senhora ficou lá e aí? Aí eu fiquei... Nesse tempo lá foi também a eleição do Gustavo Allende e o Frei. O Allende entrou em... Foi em sessenta e quatro, mas em sessenta e quatro ele já entrou como candidato junto com Eduardo Frei. Já?

Já, eu acho que foi ele que entrou. Não sei se ele... Olha, lá vem o professor. Boa dele. Então, eh eu sei que nessa ocasião, Nós, brasileiros não, hum estrangeiros, não podíamos sair assim no quando houvesse manifestações, porque eles faziam aquelas manifestações de todo o Chile. De todo o Chile para para Então vinham aquelas caravanas. Quando vinha tudo vermelho era porque era da da esquerda. Então, nós não podíamos sair. Não Não saímos de casa. Porque eles diziam, tenham cuidado. Quando vocês virem os carabineiros na rua, vocês não saiam. Então, tinha aquelas concentrações. concentrações. Espera aí um momentinho. Então, eles... O que eu estava falando? Do No Chile. No Chile, sim. Então, nesse ano, quem venceu foi Eduardo Frei. Mas eu acho que foi com o Allende. O Allende foi nessa... É, eu acho que foi. O Allende, Eduardo Frei, e tinham, era Duran... Eram quatro candidatos que tinham. Mas as caravanas, quando eram vermelhas todas, eu já sabia que era do do Allende né. E E é claro, nessa época lá como é o Paulo Freire, foi para lá, né? Foi para lá nesse nessa nessa época. Então, na educação dessa época já se discutia a proposta de Paulo Freire? Não, a gente nem ouvia falar em Paulo Freire aqui. Queimaram tudo dele. Queimaram tudo que era de Paulo Freire. Olha, para eu eu conseguir os livros, do Paulo Freire, nessa época nem se sonhava você conseguir... Hum, porque em sessenta e um, foi uma época também muito importante na minha vida, que eu, antes de começar a trabalhar na Prelasia, eu fui fazer um curso de catequese no Maranhão. E no Maranhão era muito forte o movimento de educação de base. Muito forte, em sessenta e um, quando eu fui. E aí eu comecei a... A a aí foi que nós começamos a a a conhecer o Paulo Freire né, pelo pelo método de alfabetização e tudo. E eu bebi aquela aquela fon naquela fonte assim que foi impressionante. Depois acabaram com tudo isso lá em Lá no em no Rio Grande do Norte tinha aquele... Aquela... eh, De pé no chão a gente também aprende a ler. Menina, acabaram com tudo, até os mimeógrafos eles quebraram quando eles entraram nas nas casas onde o pessoal trabalhava a alfabetização. Então, foi um negócio, assim, estarrecedor o que fizeram com com Paulo Freire. Para eu conseguir os livros de Paulo Freire, eu consegui em setenta e cinco, em Medellín, quando eu fui fazer uma reciclagem do do curso que eu tinha feito lá em Santiago do Chile. Quer dizer, então, nesse momento o você já estava com uma uma consciência, consciência, de educação? Com certeza! Lá no Chile? Isso, no Chile, eu comecei também. Porque lá nós conhecemos... Lá eu conheci umas irmãzinhas que trabalhavam nas nas favelas. Hum. Lá, nas calhampas, como eles chamavam né. né, lá no, então, elas também trabalhavam, não diretamente, mas elas apoiavam esse movimento do do do do Paulo Freire. Mas nem lá eu conseguia ainda os livros. Eu vim a conseguir aqui, em Medellín, setenta e cinco. Nós estamos nesse momento em sessenta e quatro. Sessenta e quatro. O que que aconteceu daí? Bem, em sessenta e quatro eu fiquei um ano todo no no (no Chile) no Chile. Claro que a minha visão de mundo mudou completamente. mudou completamente Quando eu cheguei aqui, é que eu vim começar a analisar tudo o que tinha acontecido de sessenta e quatro até aqueles meses que eu tinha passado fora. E é claro que eu vim com uma outra conscientização uma e a esse desejo, assim, grande de trabalhar nas comunidades, sobretudo nesta fase, nesta... nesta linha de alfabetização de adultos né, para começar esse processo de conscientização. né. Isso foi foi lidando Sessenta e quatro. Foi em sessenta e quatro, no Chile. No Chile. Então, os vários trabalhos de comunidade que eles eles exerciam, como como eles faziam esse movimento de educação de base, isso tudo me me despertou muito. Então, quando eu vim para cá, Quando foi? Isso já em sessenta e quatro. No final, já começo de sessenta e cinco, eu já comecei a trabalhar diretamente na prelasia. Aqui? Na prelasia de Óbidos. É
Então, com o bispo, eu fazia parte de uma equipe de catequese, de formação de de lideranças nas comunidades.
Então, nós começamos nas próprias comunidades, passando três dias na comunidade, Nós começamos com um trabalho assim, isso já foi em sessenta e três, antes de eu ir para o Chile, nós começamos esse trabalho eh convidando as lideranças das comunidades. Nessa época eram setenta e sete comunidades que tinha na Prelasia. E fizemos uma grande semana, chamamos Semana Catequética. Foram mais de trezentos Nós concentramos também lá no Colégio São José. E, a partir daí, nós estabelecemos uma meta de trabalho. A partir das comunidades, a gente fazia três dias na comunidade, passando nas comunidades para para conhecer e descobrir as lideranças né.
né. E eles tinham um trabalho, uma missão,
porque eles começavam a fazer juntando pessoal, visitando, fazendo culto dominical, essas coisas assim de, mas bem bem assim traçadas, bem definidas. Eles faziam visitas nas casas, eles davam o catecismo também para a criança quando ia fazer a primeira comunhão. Eh As campanhas que se faziam, campanhas de saúde, campanhas de esporte, tudo que era campanha era também nessa equipe. E essa equipe começou a tomar força na comunidade. E, a partir daí, nós começamos os três dias nas várias comunidades. Depois, uma semana no ano, a gente juntava esses que eles escolhiam dessa comunidade. E depois, já em sessenta e nove, nós começamos com cursos de um mês, lá em Óbidos, para liderança. Gente que mal sabia ler e escrever. O objetivo dessa articulação das lideranças era? Era a formação de leigos. Formação de leigos para assumirem um trabalho consciente das comunidades. Um trabalho de desenvolvimento, tanto humano como cristão, porque todo mundo é é cristão. Essas eram as co comunidades eclesiastas de base? Não tinha esse nome né. Nós chamávamos núcleos. núcleos de base. Não tinha esse nome mesmo, comunidade já já é mais mais recente né. Então, nós começamos esse trabalho e toda vez assim eu me me questionava.

E ele ficava também preocupado
com o nível de escolaridade das pessoas.
Tanto que, nos cursos que a gente fazia na cidade, nós tínhamos professoras que iam dar a parte de leitura, sobretudo. Sobretudo a leitura, como você interpretar, como você... Então, durante os cursos tinha, e em qualquer curso que tinha, ele dava prioridade para isso. E foi justamente nessa nesse trabalho na Prelazia é que me veio, me voltou aquele pensamento. Poxa, mas por que não dá essa educação lá no lugar em que o pessoal vive? Onde o pessoal vive e mora. Porque eles têm que se deslocar para a cidade para aprender. Bem, depois da prelasia, foi a época que eu eu saí um pouco de óbidos. Eu fui fazer essa reciclagem em Medellín né da. Aí eu tive contato com essas irmãzinhas que eu tinha tido no Chile. Eu tinha contato com elas lá. E depois eu disse, mas eu quero ver como é que vivem essas freiras, porque elas eram diferentes de todas. Eu quero ver como vivem essas freiras. Aí eu disse, mas eu vou escrever. Uma delas era... Ela Eles tinham uma uma a casa, mãe, em Roças Novas, lá em Minas. Aí eu fui lá. Fui lá e disse, olha, eu já estou nessa época, já estou com já estava com quarenta e dois anos. Eu disse, olha, eu não sei se eu dou para isso, mas eu quero ver como vocês vivem. Eu quero morar com vocês. Faça de conta que eu vou ser freira. Eu não garanto que eu vou ser freira. queria ser freira ou estava pensando em talvez? Não, eu, eu Não, eu pensei em ser freira desde os dezoito anos. Eu pensava em ser freira. Mas não se tornou? Não Não, porque primeiro a minha mãe não quis. E esse bispo, que já me conhecia desde desde pequena ele, no um dia que eu eu pedi para ele, mas vá lá falar com a minha mãe. E eu e eu não fazia isso. As coisas eu resolvia com a minha mãe. Eu nunca vou queria que alguém fosse falar por mim.
Nesse dia eu disse para o bispo, mas vá lá falar com a minha mãe para eu ser freira.
Ele também não era... Ele não queria que eu fosse, porque eu já estava trabalhando Ãh, aí ele... Por que que ele não queria? O que ele disse? Não, porque ele dizia, você pode servir a Deus aqui mesmo, no lugar que você está. Aí isso foi Era isso que ele me dizia. Mas como eu estava querendo ir para essas freiras mesmo, com quem? De Imaculada Conceição. Tá Então, ele ela disse... E ele e ele foi lá. Foi lá com a minha mãe. Minha mãe ficou fera. Por que que ela não queria? Porque eu era filha única, então ela achava que por eu ser filha única, eu tinha que ficar com ela. né, eu tinha que ficar com ela. E E ela não sei mais o que que ela ela pensava, então ela não queria de maneira nenhuma.
Aí, quando foi, ela passou assim um tempo que eu não nem eu não podia nem falar com ela.
Depois, quando ele voltou de novo a Óbidos, ele me chamou e disse, não, você não vai.

Ele disse, pode deixar que eu me responsabilizo com Deus. <laughs> Ah, então, nesse momento, assim, a ideia de casar, namorar, nem passava pela sua cabeça? Não Você sabe que eu me envolvia tanto com as coisas, hum, com o meu trabalho, que aí eu tinha que pensar. Apareceram os pretendentes. Apareceram os pretendentes. E eu Aí eu tive que analisar. Eu pensei, por isso que dizem que quem casa quem pensa não casa, né? Eu pensei muito. Eu digo, eu não tenho assim a estrutura para ficar a vida inteira numa família. O meu trabalho me chama mais atenção, me satisfaz mais do que se se eu ficar numa família só né. Numa família só eu vou ficar. E E eu a acho que se eu me casasse, era para o meu marido e para os meus filhos, e acabou-se. Essa era a sua imagem? É, essa Essa era a minha imagem. Quer dizer, eu pensava assim, porque se eu fosse me dedicar a um homem e aos filhos, era para eles. Eu queria dar o melhor que fosse para eles, né? E aí era pouco. Aí era pouco. Eu, queria o mundo, quero ver o mundo. <laughs> o mundo Mas aí foi viver com essas freiras, e aí? Aí eu fui viver... Lá em Minas? Não, em Minas eu fui só falar com a com a chefa lá, né? Com a irmã, com a irmã, que era... E E ela me disse... Ela me disse que sim, que me aceitava. Eu disse, olha, eu já estou toda estruturada, tenho toda uma estrutura. Eu não sei se eu vou aguentar. Me resumir, porque o pior para mim é me fechar assim. Isso Alguma coisa que me limita, sabe? Sei Por exemplo, família. Me limita, né? Eu ficaria com aquela família. E eu não... Mesmo uma congregação, uma instituição, ela sempre limita a gente, né? E eu não não tenho essa... Eu, por exemplo, eu não tenho uma programação, é isso, isso, isso, isso, isso. Não, eu tenho um uma coisa lá na frente e os caminhos aí, eu vou no procurando estes caminhos. Então, eu fiquei com essas irmãzinhas. E aí Então, eu fiquei com ela. Para onde? Eu vim para uma casa que eles recém fundaram aí em Belém, na terra firme. E
aí, porque essas irmãzinhas, elas são todas especiais.
Elas não têm um, por exemplo, uma atividade de escola. Não, elas vivem na comunidade. Ah, isso que é a diferença. É a diferença, porque elas vivem na comunidade, elas não têm obras nenhuma. Elas fazem o trabalho que as mulheres naquela comunidade fazem. E o trabalho delas é só de presença, uma presença silenciosa no meio onde elas vivem. É muito interessante, diferente de qualquer uma das outras congregações. Pois é é é muito... Elas ficam lá na comunidade? Ficam na Ficam na comunidade. E não fazem nada além do... Elas... É, é um pouco assim, olha, deixa eu te dizer como é. Por exemplo, eu fui na para para a terra firme. Então, lá, as mulheres do bairro sempre trabalhavam como faxineiras. Certo Então, elas vão, vão pegar um serviço de faxineira. Então, lá em Belém, eu trabalhei como faxineira numa casa de família. Não, foi Não, não, lá eu não trabalhei como, na em Belém. Em Belém, eu trabalhei no Hotel Vanja. Como camareira. Como camareira. Porque as mulheres faziam esse tipo Porque as mulheres fazem lá esse tipo de serviço. Lá no bairro onde elas estavam morando, na Terra-Firme. Então, a gente tem toda, é toda uma história que tem com estas camareiras aí. E o trabalho que é a presença delas lá. É isso que é Eles voltam, eh elas conversam? Conversam. Elas conversam, elas conversam com a gente, dizem os problemas. Então é aí que entra a a a presença delas e como elas podem ajudar aquelas mulheres dentro do daquele ambiente. E é terrível. Eu vivi um ambiente terrível lá. No no hotel? No hotel Vanja. É o Gente de de assédio, sabe? Uma vez quase eu eu olhei ainda da janela para ver se eu tinha coragem de pular né, porque o homem vinha mesmo com afinco de de me me me pegar né. Ele estava meio bêbado, eu estava no nono andar do do prédio, aí dei um jeito, entrei no no na... que eu estava com a chave para fazer a limpeza do outro quarto e lá eu me tranquei. E ficou, apagou a luz, eu fiquei quase duas horas lá, naquele naquele apartamento. E assim, a história daquelas camareiras era terrível. Porque passavam por isso? Por isso, passavam por isso. Mas nem, e e muitas... eh ãh, Cediam, sim, cediam.
Então, depois de de Belém, eu fui para para Fortaleza, e aí eu vivi vivi no bairro eh Antônio Bezerra, lá em Fortaleza, e lá as mulheres trabalhavam nas fábricas de castanha.
Castanha, eh tirando castanha, selecionando a castanha, castanha de caju.
Então eu trabalhei hum na fábrica de castanha.
Sione era o nome da da fábrica. Uma loucura. Uma loucura. E aí você pode dizer a a coisa mais doida que pode pode existir nessas fábricas de castanha que você não não nem imagina. É um submundo. porque nessa fábrica entram só as as entravam as mulheres que não tinham nenhuma prática. A primeira começa pela procura do trabalho. Eu, com quarenta e dois anos, naquela naquela naquele tempo, já não era recebida nas outras fábricas que já tin precisavam de um trabalho especializado. Então, só tinha essa fábrica da Cione que era que recebia pessoas que não não tinham prática na castanha. E para conseguir, foi um mês seguido de porta de fábrica. Um mês seguido, com as mulheres juntas de de lá do bairro, umas cinco ou seis mulheres. E eu já entrei mesmo por acaso, assim, porque eu, eu de certa maneira, não digo nem Aproveitei uma uma brecha deles, porque as mulheres diziam, irmãzinha, ele eles me chamavam de irmãzinha, irmãzinha, eles não vão lhe aceitar, porque a senhora é branca, a senhora é branca, para o trabalho do óleo da castanha, de de tirar a castanha, eles não aceitam branco, porque? discriminação pura, porque é um trabalho assim, que aparentemente é um um trabalho muito, muito árduo. Olha, você tem que, para você trabalhar com a castanha, você tira, passa um óleo, um óleo de linhaça na mão. Só que eles não tinham óleo de linhaça, era um outro óleo de baixa categoria. Então, tu trabalha, porque a resina da castanha, ela empola teus teus dedos, ela queima.

Esse trabalho, eles acham que é o pior e muito mal remunerada remunerado. Porque você trabalha com uma máquina, uma tira, corta a castanha, era de uma em uma. Agora não, já tem máquinas, mas naquela época era máquina de uma em uma, uma unidade cada. Eles cortam e quem está na frente tira com estilete.

A castanha de dentro da da coisa. E só te pagam, só te pagam a cas a castanha que sai inteira. Quer dizer, no final do dia, tu pesas a castanha que tu se separaste. E essa castanha só conta para ti as que tu tiraste inteira. E eles aproveitam tudo, até aquele farelinho da castanha. Aquela pelica, eles ah eh eles tiram, aproveitam. E a outra, para nós, não, só conta. E outra coisa, que eles só te pagam, fazem tu assinares o o que tu o salário mínimo, como se tu ganhasses o salário mínimo. Eles pagavam por semana, né? Então, um quarto do salário mínimo cada semana. Então, tu assinas como se tu ganhasses o salário, mas, na verdade, tu recebes por aquilo que tu produz. Eu nunca consegui fazer a produção, justa, que equivalesse ao salário mínimo. Só mulheres muito experientes que conseguiam fazer isso. Então, é uma... uma uma luta daquelas mulheres. Quando nós estávamos lá na na porta da fábrica, esperando isso, as as minhas professoras, ou irmãzinha, aqui é horrível. Aqui a senhora vai sair ou doida ou tuberculosa. e eram mil e duzentas mulheres que trabalhavam nessa fábrica. E, na verdade, eu quase saí tuberculosa. Mas por que, a castanha? é insalubridade na na coisa. Porque é tudo fechado? Tudo fechado, aquele óleo, o cheiro, né? Porque você trabalha com a a a a a castanha passada por um vapor, sabe? Então, essa essa parte, assim, é é muito muito terrível o trabalho, muito duro. Tem muitas horas por dia? hum, eh tem Quem queria ficava o o normal. Mas quem queria mais, produzir mais, ficava às vezes até dez da noite. Mas eu só ficava até a hora até a hora do trabalho e eu era privilegiada. Porque eu chegava lá na na casa, as irmãs já tinham colocado uma uma água lá, porque era água também puxada de de poço, né? tinha aquele. Eu tinha alguma coisa para comer, não tinha o aperreio de chegar em casa e ainda ter filho e marido para cuidar. E essas mulheres, mil e duzentas mulheres, que viviam nessa luta diária, saíam às vezes quatro horas da manhã de casa para chegar dez da noite, e umas desmaiavam. Menina, cada história que essas mulheres contavam, meu Deus do céu! Então, esse é o trabalho da irmãzinha, ouvir as outras, escutar e ajudar em alguma coisa que pode, no sentido de aumentar a autoestima destas mulheres. E eu também aproveitava, meia meia contra o <laughs> as regras da coisa, mas eu eu ajudava elas fazerem as contas. Ajudava elas fazerem as contas da da do do peso, do peso da castanha, porque às vezes elas eram logradas na no peso, Tudo isso. Na na conta, às vezes, elas vinham e falavam, olha, irmãzinha, olha, veja aqui minha meu meu meu envelope. E eu não não naquele e eu fazia elas anotarem tudo o que elas... o que era pesado cada dia. Digo, anota no teu papelzinho. No fim da semana, aí eu brincava com o homem do que fazia a conta. Eu digo, mas vocês não têm vergonha, não? Ele dizia, irmãzinha, esse é o negócio. Esse é o negócio. Eles sabiam que a senhora? Sabiam Sabiam. Sabiam que era que eu era irmãzinha. Já tinha trabalhado outras lá. E depois eu eu saí por causa da pneumonia. Eu peguei uma Eu estava gripada. E lá tem um tinha um refeitório, refeitório que era para o inglês ver, para a pessoa que ia lá visitar. Mas nós nunca, nem chegamos perto desse refeitório. Então, na hora da da da comida, a gente saía com sua marmita, cada uma trazia sua marmita de casa, e nós íamos sentar debaixo de umas mangueiras, como aquela, lá na na frente da fábrica. E E você tinha que sair da fábrica, chovendo ou não. E nessa E quando dá aquelas chuvas lá em Fortaleza, são terríveis, daquelas que en que enchem logo né, que não tem para onde vazar muito. Então, nesse dia eu estava já com uma gripe muito forte. E eles, na hora da comida, não teve jeito. Tivemos que sair, com chuva mesmo. Aí eu peguei aquela aquela chuva forte. No outro dia, já fui parar no hospital né. Aí que estava aí eu fiquei lá aí um tempo no hospital. Foi pneumonia forte mesmo. Aí, eu não tive mais como as irmãzinhas. Não, Ida, você não fica, não. Não fica. Aí eu fui morar numa numa outra comunidade no in no interior do... que era Mirim. É uma comunidade que ela vive de fazer chapéu de palha. Essa palha da carnaubeira É isso que eles fazem lá. É outra história né. É muito interessante, mas disso tudo eu aprendi, né? Uma visão... Uma visão, assim, muito muito relativa. Mas para que tudo isso né? E lembrando, assim, um pouco, que cada um dá aquilo que tem. Como é que eu posso exigir do outro aquilo que eles não tiveram e que eu tive? Também que essa... que muita teoria, para mim, não conta muito. esta esse relacionamento entre as pessoas, eu acho fundamental. É isso que fazem as irmãzinhas. Então, um pouco essa viagem de Chile, por aí, eh a vivência que eu tive com as irmãzinhas, para mim, essa vivência, isso isso que eu aprendi no colégio com as freiras, porque lá com a com as irmãzinhas, depois elas me ajudaram a refletir. Elas me disseram, tu tu já tens uma estrutura, A tua vocação é ser é professora. Tu gostas de fazer isso. É uma coisa que te satisfaz. Então, com isso que que me a me me dá de de transmitir aquilo que eu posso transmitir para eles, mas numa simplicidade. Não com muito muita teoria, não. Não com muita teoria. Mas, sobretudo, nesta vivência do dia a dia com as pessoas. Eu vejo mesmo aqui, não são as minhas aulas, as minhas teorias que vão... Porque é o dia a dia que a gente tem com elas. É isso que eles vão vão captando, vão aprendendo. Mais do que eu falar meia hora, E eu falo muito. <laughs> Eu falo muito. Mas é essa esse relacionamento, essa essa vivência, esse relacionamento do dia-a-dia com as pessoas, ajudando naquilo que que dá para ajudar né. Transmitindo um pouco de mim para eles. É isso. E essa reflexão foi depois da pneumonia? pensar sobre isso, quer dizer, depois disso, a senhora parou com de trabalhar nos nas comunidades.

Lá em Fortaleza? É Não, em Fortaleza eu passei. De Fortaleza eu fui trabalhar nessa comunidade do Mirim que faz o chapéu de palha, que é outro tipo de vivência. Porque lá as irmãzinhas, elas trabalham fazendo o chapéu, né? O chapéu. Então, eles tem tinham lá uma cooperativa para para compra desse chapéu. Então, eles tinham alguma coisa garantida. Só que naquele ano de setenta e oito foi o tempo da seca e que em abril eles não tinham mais nada de de co de comida que eles armazenam, porque lá eles plantam feijão, mas eles armazenam o feijão que eles vão consumir naquele ano. Só que esse ano o feijão que deu na na colheita só deu para eles fazerem até abril, para ter a comida até abril e o resto. Então, lá, a a cooperativa é quem sustentava. Então, eles faziam a comprinha da semana e pagavam no fim da semana com com a a produção do chapéu. Só que a a a a cooperativa também fraquejou um pouco. E nesse dia, essa senhora, eu foi a primeira vez que eu vi alguém chorar de fome. E eu eu fui para para lá para a casa de uma senhora fazer o chapéu, eh que era na beira do açude. Aí eu via vinha subindo o que eles chamam lá de Cágado, que aqui nós chamamos Mussuã. Aí eu disse, mas olha, um Mussuã, a senhora a senhora não come isso? Ela disse, não. E eu já passando da a fome né o daquele tempo, ela disse, não, a gente não come. Eu disse, ah mas eu vou comer. Eu vou pegar. E peguei, levei à noite para o meu vizinho lá. Eu disse, ô meu compadre, o senhor mata isso para a gente fazer uma farofa amanhã? Mas, quando eu cheguei na casa, era um silêncio total. E as casas eram muito vivas, sabe? Animadas. O pessoal ficava fazendo o chapéu, uns tecendo, o marido, em geral, passando a ferro, E eu disse, mas... e quando eu cheguei lá, aquele silêncio! Aí veio, eu disse, ô minha comadre! Ela disse, ai irmãzinha, eu já coloquei meus filhos tudo para dormir, com fome. Nós todos estamos chorando com fome, porque as bodegas não querem mais fiar para a gente, porque o o chapéu não estão não estão vendendo agora na cooperativa. Olha, menina, aquilo me deu uma coisa, assim, tão... tão dolorida de ver crianças chorando porque não tem. Aqui tu tu vai, ele pega numa árvore, aí qualquer fruta tu vai comendo, mas lá não. Pessoal, não tem mesmo. Se não tem o da colheita deles, eles não... não tem. Então, aí eu foi que eu... Eu fui lá no outro dia, matei, fiz a a farofa. Eu disse, olha, isso a gente come, meu compadre. Eu como muito essas coisas. E E foi essas coisas que foram me fazendo refletir que a gente tem que relativizar muito a vida né. Viver de uma outra... O acumular as coisas não não leva a nada. Não leva a nada, né? Essa vida, isso me ajudou a a mudar assim um pouco de de visão das coisas do mundo. <laughs> <laughs> Vamos dar um salto, que eu estou vendo as crianças ali, uhum, e ver como é que foi que a senhora foi vindo trabalhar para cá. Bem, é isso que eu te digo. A a Aquela ideia, apesar de tudo isso, no fundo, no fundo, sempre voltava. Mas como é que eu posso? No trabalho da Prelasia, a mesma coisa. Eu Eu gostaria de viver isso que a gente está pregando aqui. Porque você fala muito em comunidade, comunidade, fala comunidade, mas você não vive isso, né? Você não vive. Então, quando eu eu voltei, de depois das irmãzinhas, eu fui trabalhar no Cine, vim vim para primeiro para para casa da... Vim com a minha mãe, foi o tempo que a minha mãe estava muito acometida de do do reumatismo, artroide ar ar artrose né artrose, e eu fiquei acompanhando minha mãe. Ela morreu em Então, nessa nessa ocasião, nós tínhamos come começado o movimento com os quilombolas, encontros e tudo, né? Mas eu disse, mas agora eu acho que está na hora de de eu realizar o que eu sonho. Mas nessa ocasião, eu tinha ido depois para trabalhar em Brasília, e de Brasília eu trabalhei em São Paulo, porque o o padre, trabalhava lá na Faculdade de Teologia, ele ele já me conhecia do trabalho aqui. E como faltou a secretária lá, ele me telefonou perguntando se eu não ia, queria trabalhar.

Ele disse, mas venha para cá. Aí eu fui. Fui trabalhar com ele lá na na missiologia. Fica esse tempo lá em em São Paulo. Fiquei de noventa e um até o final de noventa e quatro. Eu fiquei Depois ainda, em noventa e cinco, eu andei por aí a afora viajando, vendo algumas coisas que eu que me interessavam. E depois, então, eu voltei. E foi nessa ocasião que que eu disse, mas eu acho que agora está na hora. Deixa eu ver se tem alguém que me apoie <laughs> na ideia de de fazer alguma coisa no interior para o pessoal não precisar vir para a escola em Óbidos. E Não sair da sua do seu lugar. Então, nós começamos com... Era um pesquisador francês que estava andando por aqui pela região. o pessoal da Universidade do Pará, que tinha um rapaz assim muito interessado, e eu coloquei para eles a ideia. Digo, olha, a minha ideia é essa. Vamos ver como a gente poderia fazer uma uma coisa dessa no interior. Alguma coisa que o pessoal não precise vir para a cidade para estudar, que ele possa estudar lá mesmo. O que nós fizemos é Jornadas. E das Jornadas foi que nasceu Juntos, eu coloquei a ideia que eu tinha de de de escola assim no interior e eles apoiaram. E nós fizemos aqui o o Mocampo. Como vocês escolheram essa comunidade? Essa, hum Não foi nem essa comunidade, porque a minha ideia era fazer lá próximo de Óbidos, onde tem um um terreno que é do que meu pai comprou. Esse terreno são mais de três mil hectares de terra. Pega da cidade para cá, sabe? E Então, quando meu pai e minha mãe morreram, foi dividido pelos seis. Só que ninguém sabe onde é a sua parte. Está todo mundo em condomínio né. Então, eu queria fazer justamente na parte que fica lá. Mas as coisas não deram certo. E eu hoje eu sei por quê. Deus Deus sabe, escreve direito por linhas tortas. E quando nós resolvemos aqui adquirir um terreno, para fazer, eu já gostava muito desta comunidade, desta comunidade de São José. E aqui o povo o pessoal parece que aderiu mais à ideia né. Então, nós andamos, procuramos e achamos este lugar aqui, que o o dono estava querendo vender. esse terreno todo... Todo, são mais ou menos dez hectares né. São dez hectares. Então, nós compramos o terreno e aí começou. Com que dinheiro? Foi dinheiro assim... Nós fizemos primeiro uma campanha de compadres. E dissemos que quem quisesse ajudar, colocávamos algumas algumas quantias, ou se alguém quisesse. Então uns deram quinhentos quinhentos reais. E aí nós fomos juntando as primeiras parcelas. Nós pagamos, depois a ACOB, que deu o nome logo no começo, completou com a com a compra. E foi assim, toda a nossa vida aqui é assim. Com a a ajuda que as pessoas dão, vêm aqui, gostam, ajudam. E aí que que que acontece aqui? A associação ela chama Associação é Associação Sociocultural Educativa Rural Mocambo Pauxi. Mocambo, como eles explicaram hoje na história, foram os índios e os negros que estiveram aqui. Né, então, Mocambo por causa dos dos negros. O Mocambo era o lugar, porque tem Quilombo e tem Mocambo. O Quilombo é uma é mais, como se diz, Itinerante. É quando os negros ficavam itinerantes. Iam de um lugar para o outro. Então, lá onde eles vinham, chamavam quilombo. O O Mocambo já é uma residência mais fixa deles. Então, por isso, nós chamamos Mocambo em em em em atitude aos negros. E o Pauxi, porque os primeiros índios, pelo que conta a história, eram os primeiros que habitavam aqui. Então, ficou assim e o com esses e o canto relata um pouco quais eram os nossos objetivos do do começo. E a gente está tentando, não está nem assim na metade daquilo que a gente sonhava, mas também houve modificação, porque nosso pensar seria um ensino assim do dia a dia, por exemplo, fazer como nós fazíamos no começo. Fazíamos o Puxirum, Trabalhávamos até dez horas na hora do sol quente, depois a gente fazia alimentação e depois ia estudar. Estudar o que a gente tinha trabalhado e o que mais eles queriam. Era assim que eram feitos os estudos, no começo. Só que depois houve a necessidade de implantar a casa familiar, nós cedemos o espaço. Mas esse trabalho, ele continua no dia a dia, Mas assim, na base da amizade. Por exemplo, eles vêm aqui, olha, eu quero aprender a fazer uma carta. Aí vamos juntar aqueles que querem aprender a carta, a gente ensina. E assim, esporadicamente. Não é um um currículo que tu vai de ponta a ponta seguindo aquilo.

É o que eles querem, a educação para a vida. Mas mesmo aqui na escola, as crianças não?

Aqui já é... Essa é a minha preocupação. Como transformar este some num estudo assim, mais adaptado à realidade, mas está muito difícil. Por quê? Muito difícil. Primeiro porque vem cada professor, cada professor tem a sua mentalidade né. Cada professor tem a sua mentalidade. A gente vai tentando entrar, fazer alguma coisa assim diferente, mas ainda está muito difícil. Nós temos um conselho, que rege a escola. né? De pais? De pais, alunos, professores e o pessoal que trabalha na casa.

Ela já era mocinha e já era casada, mas ela e o marido dela aderiram assim e encheu o projeto.

Ela terminou, ela fez ah nessas aulas assim de de, do dia a dia, esporadicamente, ela começou a despertar, estudou, quando ela tinha alguma dificuldade ela vinha, depois ela fez o supletivo, fez o exame supletivo, eh terminou o fundamental, pelo supletivo, e agora está terminando o médio. O marido dela também, o marido dela ainda ficou. Desculpa. Sim O marido dela também, ele começou, mas ainda ainda está no supletivo. Eu estou dizendo Depende muito da da pe da pessoa. A A pessoa que que realmente quer.

Ela tem aspiração. As outras têm, mas é mais... Mais lento, mais lento. Mas essa escola, por exemplo, a criança que frequenta aqui, aqui é criança? Não, são são jovens e adultos. Aqui é jovem e adulto? É É, não tem para criança, porque a criança estuda lá na escola. É Aqui é especialmente para jovem e adulto. E aqui tem eh papel legal se a pessoa estudar aqui ela consegue fazer... O certificado? É. Sim, pelo SOME sim. Eles terminam com o ensino médio. Já formou aqui a primeira turma no ano passado. Primeira turma já ganhou seu certificado de ensino médio. É, e Porque é isso é pela É a SEDUC e a Secretaria Municipal. A A SEDUC é quem quem funciona, quem estabelece os currículos e paga os professores. Então, <coughs> hoje o Mucamo faz essa, vamos dizer, essa escola, essa educação. Uhum. Faz o que mais? Nós nós nos empenhamos também nos cursos profissionalizantes. Os cursos profissionalizantes a gente faz em e nove e dois mil, que foi um ano que a Secretaria do Estado eh investiu muito nos cursos profissionalizantes, nós fizemos vinte cursos aqui. Então, os as pessoas que fizeram, por exemplo, mecânica, carpintaria, que o curso foi dado pelo Senai, eles com a carteirinha do Senai foram longe. Quase todos esses estão os que fizeram os cursos de mecânica e e carpintaria pelo Senai, foi aqui. Estão longe. Foram, ganharam Logo, logo, logo eles ganharam o emprego. Mas professora, e e a a a sua ideia, o seu objetivo para cá, o que que está faltando ainda mais? Ai, menina, muito. Eu Eu quero eu quero ver aqui uma escola para a vida desses meninos. Uma escola que... porque também o que falta para nós a a aqui, porque eu contava com professoras, porque nós tínhamos logo no no começo, nós tínhamos professoras e era a nossa esperança que essas professoras depois pudessem ser nomeadas para cá e elas estão dentro do espírito da dessa educação para a vida e com certeza elas iriam fazer. Só que ela não depende delas. Então, uma está lá para um lugar, a outra está lá para Maria Tereza, a outra está não sei para onde. O grupo de professoras que a gente contava para isso, se dispersou um pouco. Então, praticamente, professoras, professoras agora, nós temos quem no grupo? A

Nós temos sócias.

Ela só vem aqui quando ela dá português. Então, quando ela vem, ela adere a eh a essa ideia, mas os outros professores, a gente não pode contar com isso. Com essa essa visão assim de um ensino mais mais dentro da realidade. Eles passam a sua disciplina só. mas não tem essa essa esse essa vontade de formar os meninos como a gente pretende, que sejam pessoas inte eh com uma formação integral, que é meio... é essa a formação que a gente quer, que o menino saia daqui, mas como gente, não só com a cabeça cheia de tanta coisa. E me diga uma coisa, a senhora mudou para cá?

Por quê? Ah, eu gosto daqui. Eu me sinto mais realizada aqui, posso conviver com as pessoas e posso ter ter mais tempo para me dedicar com elas. Porque lá na cidade, o que é que eu vou fazer? <laughs> Lá eu fazia uns cursos de artesanato, mas não dá para para satisfazer como você faz aqui. Aqui você está presente, um chama, um vem. É É um pouco a vida de irmãzinha, mas diferente, né? num outro num outro plano né, num outro plano. Tem mais alguma coisa que a senhora queria dizer? <laughs> Ah Só agradecer a vocês pela oportunidade e que vocês fazem um trabalho também tão bonito que a gente gostaria de de estar assim mais por dentro desse trabalho de vocês para a gente poder dar uma melhorada. Ah aqui eu ainda tenho sonho, sonho assim muito... grande, de ver tudo isso. Como um lugar onde o pessoal possa vir e aprender pelo que ele vê, sabe? É isso. Ele possa aprender o pelo que ele vê, só que ainda está muito diferente distante para a gente. Sobretudo, faltam os recursos. Os recursos faltam muito. A gente vai fazendo proporção que que chega. Uma ajuda daqui, outra ajuda dali. Um arranja Roupa, a gente vende as roupas, faz a feirinha. É assim que a gente vive. Vive Não vive com muito, nem com pouco dinheiro. A gente vive no na base daquilo que entra e que e que sai. Agora aqui, olha o com a, a questão da água já foi um benefício grande para essas famílias que pegam a água daqui. Agora já veio uma bomba, parece que vai resolver o problema. Mas é assim, se o outro está precisando e que a gente pode, vamos adiante. Vamos trabalhando. E é só agradecemos a vocês pelo trabalho bonito também que vocês fazem.

Ah, era eu mesmo!